Estamos né muito honrados de você se dispor a dar essa entrevista. Para começar, a gente queria que você falasse seu nome completo, local e data do seu nascimento.

É uma cidade, tem esse nome porque era uma cidade do garimpo, né? Uma cidade totalmente desmontada pelo garimpo, muito conhecida na região também.

Ponto dois parabéns. Obrigada
Você começou falando da sua cidade? Que lembranças você tem de lá, das dos seus avós, dos seus pais? Uhum Como que
Então, meus avós não são do da de Estrela do Sul, né? Meu pai é de São João del del Rey, a minha mãe é de Oliveira, e eles eh a fa a fa, toda a família deles nasceram eh e e foram criados pelo um um grupo de fazendeiros, uma família de fazendeiros. E esse essa família de fazendeiro, ele eles compravam fazenda em em diversos lugares do do do Brasil, em Minas, no Paraná, em Mato Grosso, e levavam ah o os capatazes né de de uma fazenda para outra. Toda vez que comprava uma fazenda, levava um grupo. E para Minas levaram meu meus pais. Então, meus avós ficaram ãh na cidade onde eles nasceram e foram para lá meus meus pais eh. Bem jovem, casado. Minha mãe casou com catorze anos né e. E eu sou o quarto do dos mais velho dos treze. E a minha infância começou na fazenda, nessa fazenda mesmo, né? E meu pai era formador de cafezais, né? E E trabalhava com muita gente nessa fazenda E a infância de fazenda é aquela coisa mais gostosa de brincar no córrego

E eu gostava mesmo era de estudar, sempre fui curioso né. É e e e na fazenda era super difícil essa coisa de estudar. Por que que era difícil? Para os proprietários fazendeiros era interessante, quanto mais filho os capatazes ti tivessem, mais mão de obra para a fazenda. Então estudar não era interessante, porque cada um que estudava, eles perdiam aquela a aquela pessoa para estar para estar trabalhando ali. Então eh ah aí criou-se um uma crise, né? Até uma crise, porque eh eu eu tinha que estudar e eu não não produzia ali. Então eu queria ir para a cidade. A cidade eh mais mais próxima era a Estrela do Sul, que tinha eh duas léguas da fazenda até lá. Uma légua mineira tem seis quilômetros. Então era doze quilômetros para ir e doze quilômetros para voltar. Quando eu falo que eu sou da Estrela do Sul, porque é município, então a gente é registrado, todo mundo que nasce na nas fazendas são registrados, né registro civil na Estrela do Sul. E E e eu tinha eh eh essa crise mesmo, de família mesmo, porque não podia estudar não podia estu, não deveria estudar né. E E eu não gostava da roça. Então, eh estudar era para para para hum para os filhos do do dos dos eh dos agregados, estudar era como se fosse, ah, eh não quer trabalhar, é preguiçoso, então quer ir para a escola. Então tinha essa conotação né e. E eu quebrei isso aí.
Como foi esse contato com com o estudo pela primeira vez? Porque você disse que o contato era difícil Quando você tem essa percepção de que você quer estudar?
Então, porque meu pai, ele ele era alfabetizado, então ele ensinava para a gente em casa. Então a gente tinha aula com meu pai em casa né então. Meu pai é quem ensinou, deu foi o nosso nosso primeiro professor formal né. Então ele ele começou a dar aula para a gente, toda toda tarde reunia os filhos ali em volta de uma mesa. e e começou a alfabetizar a gente, então eu tomei gosto, aí eu desenhava em tudo enquanto era lugar, escrevia, eu lia, né? E E aí eu tomei gosto pela leitura aí. Tudo bem em casa. Quando eu fui para a escola, eu tive um outro problema muito sério, porque na escola, na Estrela do Sul, A escola pública estudava eh não tinha essa divisão de de de ensino. Então, na na na escola pública, estudava o filho do prefeito, o filho do do juiz, o filho do vereador, o filho do promotor, e não tinha praticamente não tinha pobre nem negro na escola né. Ah Então, eu e a minha irmã, nós era os únicos negros que estudavam. E tinha, já começou ali aquela questão do, ah, está cheirando neguinho aqui, as as as piadinha das crianças é preconceituosa, né? Mas eu já percebia isso, aí eu brigava muito, sabe? E E eu eh não aceitava essa essa essa provocação e eu já tinha uma certa consciência de de de dessa questão racial mesmo, porque eu via na fazenda né a. Na fazenda a gente tinha uma iniciação assim. Os As criança ia brincar com os filho dos patrões, mas ele era mais um brinquedo. Ele era mais um brinquedo. Quer dizer, eu ia brincar com o filho do patrão, mas eu era o brinquedo do filho do pa do patrão. Na verdade, eu não iria brincar. Eu seria um brinquedo dele. E eu também não aceitava isso né. Então, eu já eu já não aceitava essa questão também. Se ele se eu vou brincar com ele, eu tenho que brincar. Eu tenho que eh brincar com o carrinho dele. Eu tenho que andar no velocípede dele. Eu tenho que eu eu vou brincar com ele. Aí acontecia agressões né aí daí eh, criava um atrito muito grande né. Quando eu fui para a escola, tinha essa questão também ãh mais forte ainda né mais forte. E na escola tinha uma coisa que eu não entendia, porque tinha uma questão de de premiação de quem do aluno que ti tivesse eh notas notas. Estudava para caramba, fazia todas as questões de de de doméstica, mais a minha irmã, e eu es estudava muito. Eu lembro que na na na no ensino fundamental a gente lia Olavo Bilac, Cecília Meirelles, eh eh en enfim, Manoel Bandeira, Casimiro de Abreu, e a gente dedicava muito para quê? Para tirar nota dez aí. A gente tinha que provar que a gente estava indo para para para a escola e a gente tinha que produzir mesmo. E quando eu tirava nota dez, eu não recebia o prêmio Eu falava, mas não não estou entendendo, eu não tinha ganhar prêmio? Eu não entendia, aí comecei a questionar meu pai, e ele falava assim Eles falavam muito em sentido figurado, né? Os velhos da época, e falavam assim eh eh Festa de Iambu, Jacu não vai Como a gente não podia dialogar muito com com os pais, com os velhos, exigir explicações, você insistia, perguntava e ele falava, é, festa de iambu, jacu não vai. Eu falei, caramba, o que que é isso? Que que esse O que que meu pai quer dizer? Aí um dia ele falou, olha, eh escola não é para preto. Escola não é para negros. Escola é para branco. Você é negro. O que que você está fazendo lá? Então, ele falou, mas eu falei mas por que que eu né... Aí eu aí eu fiquei meio bravo com essa com essa situação toda e toda vez que o garoto vinha falar alguma coisa, eu eh revidava e e via aí a coordenação da escola falava, esse garoto está criando problema. Então, antes do do ãh... vai dar o sinal, onze e meia, ele vai ficar quarenta minutos no porão até todo mundo ir embora. E eu ficava no porão. Era um porão escuro, sabe? No subsolo da escola. Eu ficava naquele porão ali. Só que aquele porão tinha muitos cachos de banana pendurado. <laughs> Para mim, eu ficava quarenta minuto comendo banana, sabe? Eu Para mim, não era castigo aquilo. Não era castigo. E Isso tudo para eu não bater no moleque que tinha me chamado de falado que estava fedendo preto a escola. Aí chegava em casa, contava a história e meu pai falava, festa de Iambu, Jacu, não vai né Aí eu já já tinha entendido Mas tinha um outro lado muito bom, isso para mim não foi assim eh... dramático, eu só não entendia né E tinha todo um outro lado bom da infância, que a minha família, eles era congadeiros Lá do do sul de Minas, muito ligada ao ao Moçambique, ao Cacunda. Então, tinha todo um um umas festas de São era Senhora do Rosário e São Benedito. Eh Era uma semana de festas na cidade. E e tinha uma questão que a criança não podia participar. A criança não podia dançar. Só os adultos. Como eu insistia em ficar vendo os ensaios, tinha um ritual de passagem. Esse ritual de passagem seria mais ou menos assim. Adolescente, você tinha que a aprender a tocar algum instrumento que era usado dentro do terno né do grupo de dança. O grupo de dança do meu pai chamava-se Kakunda. É um é um grupo muito raro, que não tem registros assim né. Né eh Eu não vi ainda. Cacunda por quê? Porque no no toque de um, na batida do do tambor forte, você faz uma você dança em em duplas, em parceria, eu e você, ou eu e você, e num numa batida forte você termi termina de costas para o outro. Então você faz uma coreo uma coreografia sempre terminando de costas. Aí Aí volta. sempre terminando todos os movimentos, você termina de costas, um para o outro. É um eh eh eh São duas colunas, duas caixas na frente, hum assim as a atrás das duas colunas, pandeiro, o capitão fica no centro com o tamborim, diferente desses que a gente tem na escola de samba, que é uma caixinha quadrada com coro dos dois lados, um apito e uma sanfoninha, oito baixo e. E por que que

e tocar a sanfoninha né. Então eu aprendi a tocar a sanfoninha e tive esse esse ritual para eu permanecer na dança eh. Eh o meu A minha tarefa foi tocar, acompanhar uma festa com a sanfona, com a sanfoninha oito baixo. Então essa foi uma foi a parte que que me marcou até hoje de eu estar dentro da cultura popular brasileira, de eu ser um admirador de da cultura foi, aí começou e a marca que eu tive mesmo para, até hoje, estar na na cultura popular brasileira.
Eu fiquei eh imaginando, voltando um pouquinho, quando você contou que ia para a escola, e eram doze quilômetros. Doze Vocês iam a pé, você lembra dessa desse caminho? Lembro. O que você sentia?
É, era assim era hum era eh eh era, a gente saía da fazenda, não tinha ãh não tinha praticamente estrada, era trieiros. A gente ia nos trieiros até eh bem perto da cidade. Eh A gente não podia ir calçado porque tinha orvalho né, tinha muito capim, então a gente já chegava na escola molhado, totalmente molhado. descalço né, porque não não adiantava calçar né. E e e e era um era uma estrada, assim, eh tinha um uns becos que a gente chamava de cabo, umas coisas feia, assim, que tinha morcego, tinha... coruja que assustava a gente, sabe? Era A gente morria de medo de passar naquilo porque a gente era muito criança, né? De passar naquele mato ali. Tinha muito muitos lobos, né? Tinha boi bravos lá na estrada. A gente as vezes tinha que sair do do trieiro ou da estrada, dar uma volta grande para não passar onde estavam os bois. Tinha muito inseto, mandruvai, essas coisas no meio do mato. Então, isso era era um uma uma comédia até chegar na cidade. Depois, outra comédia para poder voltar. É muito difícil.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha um um eu tinha uns sete anos, seis anos. Seis, sete anos.
E aí você contou dos das festas. Aí Você já estava com quantos anos e
Nas das festas, a o ritual de passagem tinha do onze doze anos. Só podia entrar com uma na na adolescência na na na. Para dançar. Criança não podia. Criança não podia e mulher também não podia.
Eh e essas festas, fora as crianças, e as as outras pessoas participavam da cidade?
Era um evento... Então, é festa para a Senhora dos Rosários e São Benedito. Essas festas param a cidade né eh eh eh. Tem um festeiro que é eleito todo ano né. Esse cara esse casal que que que que são eleitos festeiro, eles eles faz toda a programação da para para aquela festa acontecer aquela semana. Né Eh era alugado um casarão na cidade né, para o pessoal da da da das da fazenda ir, então ia todos nós. Ficava uma semana morando ali, cozinhando as mulheres, fazendo comida, um salão, eh afinando os tambores, tocando, ensaiando né, para a hora certa Da de ir para a igreja tinha um momento certo, né? Eh Então tinha que levar o festeiro, tinha que buscar o festeiro, tinha a missa que tinha que tocar na igreja, na hora da missa. Então era um ritual de uma semana para aquele santo.
Aí você comentou da sua primeira, a sua passagem quando você toca a sanfoninha, como é que foi esse ritual todo, essa primeira vez na qual você realmente pôde participar, porque as outras você ainda tentava acompanhar, uhum tentava visualizar. Como foi a
Então, a gen a gente sente eh assim, emocionalmente você sente assim, bom, eu já sou adulto, né, porque eu tive que esperar a até agora, porque a gente convive com isso desde pequeno, e sempre esperando aquele momento para você participar. Então, quando você passa por esse ritual eh, que você é aceito no grupo, você você vê que você está tendo visibilidade a partir daquele momento. Então a sensação é que você tem que ser superar tudo e que você tem que ser dali para frente cada cada vez melhor ainda. Né que você tem que provar que vo né que você é bom mesmo. Então e fora o lado religioso que a gente tem para o para os santos né, de tocar para os santos, porque a gente não está tocando para o para o para o mestre da do do do Congado. A gente está tocando para os santo eh, a Senhora do Rosário e São Benedito. São eles que são os os mestres. Vamos dizer assim, né?

E eles chamam de soldado os os dançadores e. E e o mestre eles chamam de capitão e. E o meu tio que é capitão, ele sempre fala que capitão é São Benedito, que ele ainda é soldado. Então tem isso também. Essa essa reverência ao santo. O santo é o maior. A gente é Nós somos soldados daquele santo né. Então isso é isso é é o máximo.
E nessas festas haviam barraquinhas, a comida, como que era essa preparação? Acredito que seja na casa né.
Então, tinha eh na ca no barracão tinha comida né e tin, mas tinha a a cidade enfeitada né, da das cores dos santos. Ah Então, tudo que você veste, a sua indumentária, é enfeitada, você carrega fitas no no chapéu, fitas na na roupa, você usa eh... os homens usam calça branca, camisa branca e um saiotinho azul, azul bem clarinho. Então, é muito interessante porque você é difícil a gente ver um indumentário de dos dos dos homens com com saiote. Então os homens usam um saiote super bonito né e é muito enfeitado, aquelas fitas coloridas, a bandeira né, que é que é o símbolo maior da da da festa, que todo mundo beija a bandeira, faz toda aquela sau saudação religiosa para a bandeira. Tem um outro lado que já é o sincre sincretismo né religioso da, que ele pega a influência do do do do do do da espiritualidade africana, da o candomblé, que é passar nas encruzas, tem todo um ritual de passar da de de passar de frente, eles faz fazem uma coreografia, assim, ah uma coluna está indo, a outra está vindo, aí faz uma coreografia e passa de frente para a... eh ah toca indo para trás, né? Porque eles acham que aquela esquina tem alguma coisa da mal naquela esquina, que é que é uma é um sincretismo, né? De saudação a uma esquina, né? Que todo povo de santo, ele ele sauda uma encruzilhada. Eles saudam uma encruzilhada porque eles acham que a encruzi eh que todas as encruzilhadas têm um dono. A encruzilhada de tê, geralmente é de um de um é de um de uma entidade feminina é. Quando é de cruz, é de uma entidade masculina né. Então, tem todo um ritual para a passagem dessa dessa encruza nas ruas. Você imagina numa cidade quantas vezes você tem que fazer isso, sair do lugar e deslocar até chegar à igreja. Então tem toda a simbologia dentro do do da da congada, que não é só o dançar. Mas é o dançar, é o cultuar o santo, que ao mesmo tempo ele está sincretizado com o orixá né. Por isso que canta muito o ponto de orixá nessas nessas festas de congado.
E nessa época, você estudava? Como que era na escola, os colegas te vendo né participando? Muita gente da sua escola participava?
Não, não da escola não, porque a escola era branca, né? A escola ficava, acho que nem na arquibancada ficava, porque não tinha pobre na escola, é como eu falei antes. Não tinha pobre, tinha só a classe média na escola. Né eu A minoria era assim, que essa minoria da minoria da minoria. Né que era eu, a minha irmã e meia dúzia né de de pessoas né que não ia realmente não iam para a escola. A cidade da Estrela do Sul era a cidade de Garimpo, então a criançada estava toda no Garimpo, não estava estudando. Todas trabalhando na nos sítios, nas fazendas, nas Não estava indo. Por isso que meu pai falava que eh a escola não era para a gente ne nessa. Você imagina cinquenta anos atrás. Não era mesmo. Né não era mesmo.
Você ficou até quando estudando na cidade, participando das festas?
Então, eu fiquei eu fiquei na cidade e na cidade eu fiz até a quarta série Depois meus pais mudaram para Catalão, Goiás né Aí eu já já já tinha Também fomos para a fazenda e eh e de Goiânia eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo com dezenove Aí, que eu aqui em São Paulo, eu cheguei em sessenta e Então, vinte anos. Dezenove vinte anos e. E fui trabalhar na construção civil, fui morar na na Rua Major Diogo, ali no no Bixiga, num cortiço. Trabalhar na construção civil eh. E fiz um concurso para a USP em sessenta e sete. Só que eu fiz um concurso errado. Eu para eu achava que, como eu trabalhava na construção civil eh, o servente... Ah, mas na USP estão pegando servente lá. Falei, ah mas é funcionário público. Ah, que legal, que legal. É então vou lá. Só que na USP o servente é faxineiro. Não é trabalhar na construção civil e. E eu fui, passei muito bem, né? <laughs> Aí fui trabalhar. Falei, ah, vou trabalhar né e tal. Legal. Cheguei lá, eu vim trabalhar ah. De roupa de pedreiro, assim. Ah, é?

Eu Falei, não, mas eu fiz para servente. Ah, então, mas servente é isso, vai fazer faxina, no cruspe. Aí, falei, olhei assim, falei, não vou fazer isso. Não vou fazer. Quando eu vi a galera, era tudo da minha idade, tudo era dezenove, vinte anos, todo mundo sorrisão aqui, feliz da vida. Eu falei, ah, quer saber, o salário é bom, então eu vou ficar né. Aí fiquei. Fiquei um ano trabalhando na de servente. Aí, como eu já tinha eh feito o o o primeiro grau, eu fiz uma uma um uma outra seleção para escritório. aí fiquei um ano trabalhando como servente, no a partir do ano seguinte eu já já fui para o escritório, já comecei a trabalhar no escritório né e já entrei na quinta série aqui no no Butantan, numa escola, falei eu vou estudar porque eh não não vale vir de Minas para cá para ficar aqui trabalhando Como eu sempre gostei, então não vou ficar aqui eh fa fazendo nem trabalhando em escritório. Aí eu em sessenta e sete eu entrei na USP, em sessenta e oito teve a invasão do, foi um período muito político assim, eu já já estava entendendo as coisas, já estava já estava fazendo o ginásio eh, o ginásio eh que é o o Fundamental dois. Né Eu já era uma pessoa adulta, já tinha uma estrada assim de de. O meu grupo, eh nós éramos uns cinco ou seis, tudo adulto. Eu era o o o o mais jovem dos adultos, porque os demais tinha trinta, trinta e ano e eu só tinha E e em sessenta e oito o CRUSP foi invadido, entrou o o o a polí o exército, entrou entrou a polícia militar e a gente virou funcionário do exército, com de carteirinha. Então pra entrar no CRUSP, entrar na USP, tinha que ter carteirinha do exército. para entrar em qualquer lugar. Fui preso também, nessa época, do por causa da da da ditadura né e. E e e já fazendo essa ponte entre todo toda essa essa questão política né do do Brasil com com o que a gente estava estudando, porque nessa época você fazia um trabalho eh na escola, então na escola tinha professor que era militar e estava lá olhando Na USP tinha um militar que trabalhava junto com a gente. Você achava que era funcionário, mas não ele eh não era. Ele era um olheiro do ou do exército ou ou ou da aeronáutica. Era um cara que estava no meio do estu do. Aí eu fui trabalhar com um tenente do gê cá noventa numa sala que eu presenciava interrogatório, aquilo pra mim era ah o fim do mundo, porque hum eu não tinha não não não tinha essa essa relação. Eu era muito in, vamos dizer, ingênuo, sem maldade, ver que aquele a aquele aluno es es eh eh morava num apartamento que até o ano passado eu limpava E eu sabia que o o o cara era estudante, trabalhador e, ao mesmo tempo, ele estava sendo interrogado ali pelo coronel e equipe dele e ele saía dali para tortura e voltava vinte dias depois doido assim, falando um monte de coisas né. Né E eu ficava assim... Muito per perplexo com isso, muito confuso com essas coisas todas, né? E várias vezes eu encontrei ami estudante na rua e ele falava, eu vou buscar a minha roupa e ela falava, não vai, não vai, se você vai os cara te pega né. E e tive esse todo esse contato com com esse movimento no CRUSP assim mesmo, né? Em sessenta e nove, eu comecei a fazer capoeira no no na USP também. Aí ah Do lado do lado do cê pê tinha uma piscininha que se chamava de aquário, que está até no no meu histórico do do do SEACA, onde a gente começou mesmo.

Eu precisava pedir autorização para o coronel para a gente começar a fazer capoeira ali. Porque todo sábado vinha a polícia, abria a bolsa, aí vistoriava, punha a gente na parede e tal. Eu falei, mas eu trabalho com o cara lá, com o coronel. Ah Ah, então o meu mestre era da Sociais, era um perseguido, porque na época quem es fazia Sociais na USP tinha registro no nome dele, registro dele no DOPS. Então ele não podia ter residência fixa, E nem podia estar assim tranquilo né Então, eu comecei a fazer essa capoeira em sessenta e nove, a onde foi me resgatar a minha questão da infância lá em Minas Que eu faço capoeira até hoje né E dentro da da... Aí eu fui... Eu fui terminei o enfim o ensino fundamental e médio, entrei na faculdade, fui fazer educação física, depois eu fui fazer pedagogia, tudo para ajudar, para me ajudar nessa questão da de entender esse processo da cultura popular brasileira né e e na USP eu fiz vá eu entrei no em grego, na letras também cursei um período e e abandonei né não achei que não não não tinha nada a ver comigo assim na época né, hoje até me arrependo de ter cancelado a minha matrícula porque eu nem tranquei a matrícula, eu cancelei Porque na época tinha a questão do do do do aluno... como fala eh É O cara que fazia matrícula só para usar as dependências da USP. E como eu eu era funcionário, eu tinha tudo né. Né Eu chamava de aluno fantasma, qualquer coisa assim. Aí eu falei, eu não quero esse título. Anula. Cance Cancela a minha matrícula. Cancelei.

E depois, em oitenta e oito, por aí, eu saí do CRUSP e fui trabalhar no Instituto Oceanográfico. Aí eu mudei totalmente de de de de trabalho, de função. Eu fui entrei na área de Oceanografia Química. Aí eu fiz o curso, praticamente todo o curso de de formação em oceanografia química. Eu Aí eu fui virei técnico especializado em ensino, apoio e pesquisa na área de química, química da água do mar. E Aí eu fui para a Antártica, fui do projeto Antártico Brasileiro, fui para a Antártica quatro vezes em operação. e sou até hoje do Programa Antártico Brasileiro, apo sou aposentado, tem três anos, e e tenho meu minha vaga para quando eu quiser ir para a Antártica, eu eu já coordenei projeto de pesquisa também né, e ainda saio com aluno de graduação, dou assistência ainda, precisa de mim no laboratório, me liga, mesmo aposentado eu vou para o instituto, trabalho no laboratório, Só por prazer mesmo, não cobro nada, não ganho nada.
Mas é tanta coisa, né, que eu tenho... Você conta essa passagem aqui prévia, essa passagem em Goiás, em São Paulo. Eu imagino que tenha trazido muitos benefícios e muitas dores também. Essa... sair de um lugar do interior de Minas Gerais e vir para São Paulo. Muitas diferenças, muita coisa nova. Você falou de morar num cortiço. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente dessa passagem, realmente, como o impacto que ela traz, traz novidades. É
O impacto mesmo acho que nem é da questão, mais da questão de de sair de lá e vir para cá. O impacto é é de clima mesmo, porque nessa época São Paulo era da garoa. É e Goiás e Minas não tem garoa. Então, eh ficava você ficar vinte dias sem ver o sol, para mim, era de morrer <laughs> sabe. Mas, por outro lado, tinha uma compensação muito forte, que era a parte cultural. Eu Eu morava num cortiço, E o cortiço da época é diferente do cortiço de hoje. O cortiço da época, que se chama de cortiço, era um prédio subalugado, onde dividia em em em em quartos para solteiros. Não era uma beleza. Você entrava lá, tinha tinha tudo. Música eh, jogos... Era um parque de diversão. E morar na Major Diogo, eu morava do lado do do do Teatro Oficina, que é na Jaceguai, do tê bê cê e do do Teatro Bandeirantes. Então, quer dizer, eu eu aproveitei tudo isso. Então, quer dizer, estava frio, estava, mas eh não tinha jeito, porque voltar para... para Minas ou para Goiás, não nem pensar. Então, compensava essa... eh você não vê o sol, mas, puxa vida, você ir para o Teatro Oficina, sabe? Você ir para o Tê Bê Cê, você ir para o Teatro Bandeirantes, era compensava tudo na época. Então, era um uma época também muito cultural, né? Muito, muito! Eu tinha na USP mesmo, eu tinha eh vários várias atividades culturais, né? E eu trabalhava num horário na USP, assim, da das duas à meia-noite. Então, quer dizer, eu chegava na <laughs> na Bela Vista, estava estava em festas, só que eu podia ficar em festa até as quatro da manhã, porque eh depois eu ia dormir, porque eu só vinha para a USP Duas horas, então para mim estava estava dez, <laughs> não tinha nada complicado. E assim, quando eu vim de de Goiás, eu já tinha andado para vários lugares, eu eu não estranhava assim mudança. Como eu não estranho hoje também né. Esse eh eu fui para Antártica na eh, para eu sair do do do CRUSP, eu era administrativo. Fiz todo o curso de formação no Instituto Oceanográfico e eu traba fico fico ficava três meses num navio embarcado. Que é mais chocante ainda, a menos a menos trinta graus. Antarctica é menos, no no verão. No verão. Então ficava menos trinta graus. Eu levava tudo para ler. Tudo Ficava tranquilo. Não tive problema nenhum na Antártica, por exemplo. Eh É às vezes a pessoa quer ficar na estação, porque está em terra. Eu falo, não, essa vez eu quero ficar no navio. Ficava no navio. E ficar no navio, você conhece toda toda ah ai ai o continente ali. Porque o navio não fica parado. Ele fica fazendo estudos de fundo, fazendo carta cartografia de fundo. Você vai para uma ilha, você vai para uma outro. Tem tem uma ilha super bonita que chama Deception, que é é uma cratera de de vulcão e. E o navio entra quando a maré está alta. Aí ele entra. Aí abaixa a maré, eh você fica dentro de uma piscinona. E a água é trinta graus positivo lá dentro. Você vê a fumacinha saindo. Aí você tem que esperar mais seis horas e vinte minutos, porque é o tempo de da do pico de maré. Então o pico de maré é seis horas e vinte minutos para vazar totalmente, depois mais seis horas e vinte minutos para para encher totalmente. Então você fica eh doze horas e quarenta minutos. Então é uma beleza. e ficar no navio né Aí você vai para para a base, é outra coisa. Você tem laboratório, tem tudo lá, né? E Mas você você fica naquela rotina de, porque tem uma rotina de fazer faxina também, fazer comida, enfim, tem uns trabalhos que acabam ficando eh eh acaba E navio não tem rotina. Eu já fui daqui para lá de navio, já voltei. São vinte dias você navegando. Chega lá, fica mais três meses. Depois mais vinte dias de voltas né. Você vai para Punta Arenas.

É a última cidade lá embaixo, que é linda, maravilhosa. Lá você fica dez dias, quinze dias. Isso foi a quebra mesmo do meu trabalho né.
Você chegava a mergulhar?
Não. É não Porque assim mergulho geralmente é quem trabalha na área de o o oceanografia biológica. Quem trabalha com a parte química, é só equipamento para coletar amostras. Tem equipamento que já faz leitura direta. Você põe lá, ele suga água, é ligado no computador, já sai impresso, sai bonitinho. Toda parte física, química e gases. É o que a gente trabalha.
E os animais que você via nessa viagem, dentro do navio?
Olha, indo, você vai sendo seguido por golfinhos. E muitas baleias geralmente exibem também, fica do lado, né? Agora lá é leão marinho, é lobo do mar, eh são as focas, né? De aves tem uma uma de rapina famosa que chama escua né. Né Então lá são esses bichos, né? que são perigosos né, são agressivos, mas a gente tem todo um trabalho de aproximação, que você não pode chegar a tanto tantos metros pró próximo do bicho né, quer dizer tem todo um um treinamento para poder se comportar para você sair, todo ano acontece acidente de morte, porque as pessoas não são é muito perigoso, as pessoas não respeitam a a questão da segurança, sai sem aviso, aproxima do animal o animal abocanha, morde, arrasta para a água né. Né Então tem várias vários formas, vários treinamentos que a gente tem para poder se comportar lá. Né E a questão do isolamento, né? Porque teve uma das vezes que eu fui, o colega hum, em quinze dias, ele enlouqueceu e. Enlouquece mesmo e isso. E tem que ficar dois meses, e quase três meses, com o cara louco. Você pajeando o cara, para o cara não morrer. Porque morre. Lá morre pessoas. Então a gente tem que ter essa essa capacidade de de desse domínio da da sua condição emocional mesmo né, em qualquer lugar né eh. As pessoas bebem muito porque a bebida lá é é gratuita.
A gente deu essa cortada e me veio também outras coisas que eu queria te perguntar da fase, que eu acho que vai voltar daqui a pouco né, da adolescência, os namoros, essa essa transição né que a gente passa
Então, no no ãh na minha época, eh eu falei na adolescência, mas porque eu tem hoje eu tenho adolescência na minha na, eu conheço essa fase, mas na nossa fase na nossa época não tinha não tinha essa fase da adolescência. Né não tinha e assim Também Você imagina há quarenta anos atrás eh, numa cidade super pequenininha, ou na fazenda, ah con tudo muito con conservador né eh, ou você tinha que namorar e casar né, ou não tinha muita opção não, sabe? Eu costumo dizer que eh você tem duas opções. na minha na minha fase né, nessa época. Ou você casa com com dezoito anos, dezessete ano, dezessete anos e arruma um monte de filho, <laughs> ou vira alcoólatra. Porque boteco tem em todo lugar. Então, eu por exemplo a minha opção, por exemplo, foi sair de lá. Hum Então eu vou em eu vou nesses lugares. É É não parar lá. É não parar. Então, eh desde moleque eu tinha essa coisa de de de nôma de nômade assim. Eu nunca fi nunca eu nunca fiquei num num lugar muito tempo né. Eu casei com trinta e seis anos né. Então, bem diferente da rotina do do do do pessoal da minha idade. Porque porque lá você tinha você não tinha opção. Casava cedo, porque não não você não ficava namorando. Ou então quem não namorava virava alcoólatra. E e por isso que eu eu fui muito nome de nômede nômade na época, de sair, de fui para para Catalã, fui para vários lugares, fui para para fui para Mato Grosso, vim para São Paulo com dezenove, até chegar aqui eu já tinha andado para caramba. Aqui foi o lugar que eu me fixei. Me fixei como morador, mas... eh eu eu viajei muito aqui, né? Eu

Do começo dos anos noventa para cá, aí já faz né dezenove anos, eu tive projetos nos Estados Unidos, eu fui para várias vezes para para para o Colorado né, tudo com capoeira. Fui Fui eh a convite da Universidade Estadu Estadual do Colorado, eu fui para Boulder, fui para Goulder, fui para para Denver, eu fui para Maryland. Enfim, para vários lugares dos Estados Unidos. Fui para Washington, fui visitar a Fazenda Museu de George Washington, na Virgínia né. Eu fui para Bordeaux, fui para Telensi, na França. Eu fui para o Chile, uma cidade chama Temuco, um uma cidade chama, a principal cidade de Temuco, Valdivia, Vila Rica. Eu fiquei um mês com os índios Mapute, lá na no pé da Cordilheira dos Andes ali, morando lá. Entendeu? Então eu fui para Porto Rico para, fui para San Juan, e fui para Luquilo, tudo com o projeto de de de cultura popular brasileira, de capoeira. Agora eu estou filiado em uma ONG em Barcelona que chama Chacha Groga. né que eu quero eu ainda vou para lá ainda. Então, eu sou muito nômade, eu eu ando muito. Quando eu fui para os Estados Unidos, as pessoas falaram, mas você fala inglês?

Falo Eu falo inglês do do colegial que era... acho que Primeiro e segunda primeiro e segundo colegial, a gente tinha inglês. Aí, francês. Na quin quinta e sexta série, eu estudei francês. E E eu sempre saí sozinho. Entendeu? Então, não não não tem muito problema, assim. E ando mesmo, e com vida eu estou estou indo estou indo.
Então, depois que você chegou da Antártica, que começaram eh esses

E vinha vindo até para a Antártica até três anos atrás. Mas entre esse essa questão de ir para a Antártica eh, como funcionário público, eu teria a cada cinco anos eu tenho três meses que eles chamam de licença-prêmio. Mas as férias... Então, quando eu tinha um projeto em qualquer lugar para sair, eu reservava eh. Um Eu tirava um mês, e ia para um lugar. Tirava as férias e ia para outro lugar. Isso tudo combinado com com com o departamento né. E que sempre me apoiaram, e muito, na na USP né, lá no instituto né eh. Não não, você faz trabalho de cultura popular, tem que ir mesmo, você é o meu chefe. Então a gente organizava, planejava tudo. Né E eu saía muito mesmo né. Então, eu fui sempre assim de de eh... Nunca tive medo, sabe? Ah Ah, mas se bem, você não sabe falar, não tem importância. Eu me viro, vou, saio, ando de trem. Eu fui também para para uma cidade que se chama Princeton, em New Jersey. Fui na Universidade de New Jersey. Fui num num mu num museu, num planetário dos, assim, muito... bonito, famoso que tem lá. Fiquei dez dias lá. Ia de de ia de New Jersey para Nova Iorque de trem, voltava para New Jersey de novo né. Boulder também, dei aula de copeira em Boulder, na universidade. Né Então, não não não tenho... Tem muito problema. Isso é a minha a minha coisa de moleque mesmo, de de de não querer ficar ali, de não querer virar eh lavrador, de brigar na escola porque me chamavam de neguinho fedido, eu brigava mesmo, já já entendia isso. Na Universidade de São Paulo, eu perturbo muita gente porque eu quero um espaço para capoeira lá dentro. Eu já eu ia falar com o reitor ia falar com sabe. Fiz projetos de de de com com de para criança com a com o departamento de História. Eu peguei aquela criançada da São Remo que ficava comendo no cruspe ali, ó tio, me dá uma maçã, tio me dá reuni quarenta garotinhos, um tal está já está aqui, já tá fazendo esses cursos de formação, já tá com vinte e seis anos, tem cinco comigo, de noventa e pouco, noventa e quatro, noventa e três, são os professores do SEAC hoje. Eu levei do eu levei um para os Estados Unidos duas vezes comigo.
Porque o projeto começa ali do lado do cê dê, no espaço que você chamou de aquário. Isso Como ele ele toma essa dimensão né, esse processo? Porque é concomitante. Você entrou, uhum você tem seu trabalho uhum.

Como é que é esse esse projeto? Foi uma iniciativa sua?
Então, quando eu comecei no no CRUSP, eu nem sabia o que era capoeira. Eu não fui procurar lá. Quero fazer capoeira, porque em Minas não tem. Eu era super novo aqui. Eu assim eu fui convidado. Assim Eu acho que a capoeira me chamou. Olha, vem <whistles> vem aqui. Aí eu fui lá. Eu gostei do negócio.

Gostei assim. Não conhecia a história disso, não conhecia nada. E ela foi fazendo um percurso dentro da USP, em vários lugares da USP ali. Porque a gente começou ali, depois fomos para o para o CEA da Sociais, que era é onde hoje é o Instituto de Psicologia. Ali tinha um barracão do da Sociais ali, da Ciências Sociais. Depois nós fomos para a FAO. Depois a gente ganhou um barracão entre a fe entre a FEIA e a Poli, civil. Ficou lá muitos, nós ficamos uns catorze anos ali, mas meu mestre que era estudante, como ele ele tinha fazia sociais, ele não podia ficar lá, ele foi me soltando. Ele foi soltando. Ah Fica aí, dá uma olhinha para mim aí. Ah Eu não sabia nada. Não, fica. O pessoal vem. Eu não posso ficar aqui. Eh eh Ele foi para... depois foi para para Rússia, foi para hum Cuba. Ele via fugido aqui. E foi deixando comigo. E eu fui aprendendo a estruturar isso. Eu fui aprendendo a a mexer com isso. Eu fui apren aprendendo fazendo, né? Porque eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia dessa dimensão. E o SEACA, eu já já aí sim, com o estatuto, ele é registradinho. Eu fiz o estatuto em oitenta e oito. Aí que eu comecei a sair, come comecei a montar o o o projeto. Eu fiz um projeto bonitinho. Falei, mas preciso estudar né, preciso fazer um um curso hum eh, uma faculdade, porque né as pessoas da cultura popular... Ah, você é o quê? Mestre capoeira?

Tem todo um lado assim preconceituoso. Quando você fala, não, eu eu sou mestre capoeira, mas... Tem uma formação e tal. Aí já muda o ah muda a coisa eh. Eu saí, fui para vários lugar. Não é só porque eu sou mestre de capoeira, porque tem uma outra formação né. No Colorado, eles me chamaram para o departamento de dança. Eu tinha que montar oficinas de dança para os alunos do departamento de dança. Eu fui para o Departamento de Antropologia porque eu tinha que montar o um um um material para os alunos de Antropologia. Eu fui para o Departamento de Música porque eu tinha que montar um um trabalho para Música né. E E e eu fiz tudo isso. E eles me mandavam o material. O que que nós queremos? Isso, isso, isso. Eu estudava, montava aqui, levava tudo arrumadinho para lá. E a convite, a convite especial né, a a convite da universidade. Eh eh eu tenho uma carteirinha, um um cê pê efe que fala a nossa aqui, que é o carteirinha que te te dá o direito de você ir trabalhar. Ele é americano, né? Eh no A carteirinha que que autoriza, eu se se eu for convidado para trabalhar, eu tenho a carteirinha e eu não não faço aquele recolhimento de trinta por cento, ah sim eu acho. Porque vem, eu depois eu declaro o imposto de renda, eles me mandam pelo correio, declaro o imposto de rendas e depois a restituição eles fazem no meu banco aqui. Então tudo muito certinho. Então eu fui convidado várias vezes.
E você mon é uma ONG. O
Então, o SEACA é uma associação.
Uma associação. É É A partir do do SEACA é que você foi.
Viajar e A partir do SEACA é que eu fui viajar é. Eu tentei ir porque eu sou um dos membros fundadores do Núcleo de Consciência Negra, da USP. Também e. Eu a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pelo Núcleo. Pelo Núcleo, sim. Eu apresentei minha proposta para o para o para o para o Núcleo. Depois, eu vi que o Núcleo estava muito... muito chato, sabe? Estava muito importante, vamos dizer assim. Eu falei, eu estou com o meu projeto, estou indo viajar, estou levando, e e o pessoal leva um mês para para ler o meu projeto? Não, não quero. Aí eu meio advogado eh, fiz a razão social do do do do SEACA, direitinho, falei, agora eu vou viajar tudo pelo SEACA. E e aí em dois mil e cinco a gente ah em dois mil, eu fui trabalhar no Amorim, em Lima, fui convidado para implantar o Projeto de Cultura Brasileira na escola, que é onde a gente está com o Ponto de Cultura hoje. Então, montei, sou responsável por toda a parte de cultura da escola e faço parte do conselho pedagógico da escola e grupo de risco. Então, eu estou na capoeira, mas não estou só na capoeira. Então, eu faço parte de toda a o lado pedagógico da escola. Eu sou do do conselho, porque tem um conselho. e de um grupo de risco que é as crianças que que estão envolvidas com drogas, que é maltratada em casa, eh a gente tenta resolver toda essa questão, tenta tem problema com dificuldade de aprendizagem, a gente encaminha, a gente conversa com os pais, a gente conversa com especialistas, a gente encaminha o Instituto de Psicologia. A gente traz psicólogo para conversar com a gente, psicopedagogo para ajudar né que eu sou. Eu faço parte desse desse desse grupo da escola. E Em dois mil e cinco, a gente ganhou o ponto de cultura, que encerrou agora. Em dois mil e sete, a gente ganhou o projeto Griô da tradição oral. Então, nós somos griôs. E agora re renovamos um Griô agora também né eh. Ano passado a gente ganhou o prêmio Escola Viva, com um dos dos né que não em dois mil e sete né a gente ganhou o escola viva né E agora a gente está correndo atrás de de várias coisas para manter né. Porque o o ponto de cultura, o patrocínio, acabou esse último semestre.
As viagens que você fez, acho que do Chile, você você ressaltou eh, foi com os índios?
Foi, o Ma os Maputes.
Mapute é o... Como como você foi a trabalho, fazer não o quê? Como foi?
Então, eu eu eh tive um aluno, o cara da antropologia que fez doutorado na USP, e um chileno. E esse chileno, ele tinha todo um lado de de estudar cultura brasileira, cultura popular brasileira. Aí ele me levou para o Ins e falou, mestre, você quer fazer um trabalho com a gente lá no Ins no Instituto do Índio do E no Chile Eu falei, eu quero, você imagina, eu quero. Aí eu fui para Temuco só que. Temuco é uma cidade falou não mas o o a Você tem que conhecer eh o o o grupo lá na na aldeia né. Porque, na verdade, a gente tinha que montar um projeto para a cidade. Era a época de de política, de eleições, a gente levou o projeto eh o projeto foi, eu implantei o projeto, apresentei o projeto, o projeto foi aceito né Aí ele falou, bom, mas tem um um outro lado que a gente tem que conhecer, você tem que conhecer para a gente fazer essa ponte também, porque... No Chile, em determinado lugar, tem eh tem duas formas de você tratar o chileno eh. Se você tratar como chileno, é aquele que é aquele que que nega a identidade eh de da origem indígena. Então, você tem que conhecer algumas nuances do comportamento para você poder trabalhar. Então, se você cha cha chama o o trata o o chi o o o nativo como Mapuche, o que assimila a identidade é o é é Mapuche. O outro é chileno, o espanhol é chileno. Então, todo o todo o chileno... Ah, eu sou chileno, eu quer dizer, eu não tenho nada com índio. Não quero ser índio, não me chama de índio. Agora, se você chamar um mapuche de de chileno, ele fala, eu não sou espanhol. Sou nativo, sou mapute. Então eu fui ficar lá para conhecer essas essas sutilezas da da da da do dos grupos, da do do povo né. E e muito bom e. E assim entrei do lado da espiritualidade deles, conheci o lado da, porque esse rapaz que era antropólogo, Eu sou do de um terreiro aqui na São Jeje Vodun, aqui de de São Paulo, que que nasceu, que eu faço estudo desde lá da da da Nigéria, de depois passando por Santo amaro, da Purificação, por Cachoeira, até chegar em Salvador e Matatu de Brotas. Então eu faço um estudo em cima dessa linhagem também.

Desde da da construção dos instrumentos com com com erva, com com semente, com com moedas, com a função de cada, é um é um instrumento sagrado deles, que é um tambor que só a mulher toca, só, porque na cultura dos Maputi quem quem quem domina do saber são as mulheres. Não são os homens. Então, você você aprende toda essa essa questão da religiosidade através do do poder né da da de cada um um do do dentro do da do instrumentos.
Tem uma pergunta aí que eu vou aguardar um detalhe você falou que. Aos trinta e seis anos você casou pela primeira vez e. Não
Eu só casei uma vez.
Eu vejo que sua vida profissional é é muito agitada, muita coisa acontecendo né. E essa esse aspecto da sua vida, como que fica? Como
Rapaz, fica grave de vez em quando. <laughs> De vez em quando fica grave, porque a minha mulher é professora na USP também, numa creche lá, numa escolinha, minha esposa. E

Já foi para o terceiro ano. E E e assim, tem uma uma tem uma ausência mesmo em casa. Uma ausência muito grande. E E tem queixas. Tenho queixas fortíssimas. Mas eu acho que não tem jeito, porque eu fui me envolvendo com todas essas questões que eu acho que que não adianta ficar parado em casa. E aí, para mim, é a morte, sabe? Se eu não não estiver dentro de tudo isso, eu não estou bem comigo. Agora eh, a família reclama. Eu tive eu vim de Brasília agora em em novembro eh... E na semana seguinte, numa aula minha no no i ó, eu quebrei a perna. Eu quebrei a a fíbula da perna esquerda. Eu fiquei quase cinquenta dias engessado e. E a reação do meu filho foi assim, pai, eh até que enfim você vai ficar em casa. <laughs> Falei, puxa vida, meu filho, <laughs> obrigado. Foi essa a reação do meu filho mais velho né. Mas eu eu consigo contornar, assim né. Não é uma coisa muito fácil para a família mesmo, eu entendo.
Deixa eu dar um passo atrás da minha pergunta. Como você conheceu a sua mulher?
Então, a minha minha minha mulher, eu quando eu entrei na faculdade, em oitenta, E e ela apareceu lá. <laughs> <laughs> Né Uma colega, e uma aluna, e a gente começou a namorar. Foi simples assim. Namoramos quatro anos, casamos, esse ano a gente vai fazer casados anos de casado em julho ca casamo. Dia catorze de a de de junho, dia da queda da Bastilha.
<laughs> Como foi o casamento? Foi no civil, civil teve uma festa?
Civil, igreja, véu, grinalda, <laughs> <laughs> tudo que tem direito assim para a para a noiva, né? A minha minha esposa é bem tradicional, assim, então ela quis tudo certinho, eu fiz tudo certinho. Foi muito bom, eu tenho muitos amigos. Nesse tempo que eu trabalhei na USP, até agora, eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitos amigos mesmo eh e. Sou muito querido e em todos os lugares sabe. Eu tenho essa esse privilégio de ter <coughs> de ser muito querido assim de de todos né. Na USP eu ando assim. No instituto, eles me chama de arranha-gato, espinho-arranha-gato. Sabe um um cipó? Ele deve saber. Um cipózinho que tem uma umas mãozinhas, eh ele dá assim, ele segura assim no na árvore e vai subindo. Aí você passa perto e ele gruda na sua roupa assim. Então é o espinho-unha-de-gato, que chama. Porque todo mundo que passa, ele segura. É mais ou menos assim, <laughs> mas eu acho que é uma coisa importantíssima. Eu sou uma pessoa que eu eu gosto gosto muito de conversar, eu cumprimento todo mundo, não preciso conhecer as pessoas. Se eu cumprimentar, eu olhava na cabeça, eu já já já pergunto o nome, já quero conversar, enfim eh não não. Assim, a princípio parece que eu sou fechado, mas até eu dar o bom dia, até eu puxar a primeira palavra, assim, com qual com todo mundo. Na escola, no Amorim, a gente tem criança de seis anos eh ah. Eu entro na escola e a fila de criança de me pega para aqui, eu brinco com todo mundo, jogo capoeira com todo mundo. Faço aniversário, sei aniversário de to, são oitocentos e sessenta alunos. Todos que têm aula com a gente, a gente tem uma lista, fazemos aniversário de, cantamos parabéns para todo mundo. E é assim, eh eu acho que eh tem que ser... a gente tem que procurar ser feliz mesmo tá. Pode ter rancor, não.
Mais uma pergunta em relação a pode perguntar essa vida pessoal. Como foi ser pai?
Meu pai era um cara fechadão. Como mineiro, era aquele que a gente não tinha muito papo com ele né, não respondia, era da daquela época de olhei, você tem que entender meu olhar. Olhei, você tem que sair de perto eh. Conversa de adulto, criança não pode ouvir, não pode escutar. Mas, <coughs> eu como eu fui eu falei no começo, mu muito rebelde, eu mudei muito meu pai assim. Por que que eu? Porque eu sempre ficava perto das pessoas mais velhas, quando criança, o que incomodava eh. Tinha um sistema de tomar benção dos mais velhos. Bença bença né e Eu chegava lá e falava, bom dia, Senhor.

Ele falava, bom dia, benção. Mas ele não é meu tio, ele não é meu padrinho, ele não é meu avô. Aí você você vai eh conquistando, vai quebrando, né? E quando eu vim para São Paulo, só voltando lá eh, aí vieram mais três três, minhas três irmãs, e e a gente comprou casa na ci na cidade para eles, aí nós nós fomos organizando a vida deles na ci na cidade, que antes morava de aluguel, então nós sempre fomos muito unidos, e trabalhadores, assim, uma família muito unida. E isso quebra muito a rigidez dos pais, né? Essa visão fechada lá da E quando a gente mudou para Aguari, de Catalão para Aguari, eles foram morar na cidade. E foi a gen nós nós é que fomos bancando isso e fomos quebrando essa rigidez mesmo né. De de criança eu já quebrava né que eu. Eu puxava muita conversa com o meu pai, já tocava sanfoninha no meio, quer dizer, foi um avanço. Né Então, isso vai quebrando né.
E você? Como foi para você ser pai? Quando você
Rapaz, ah oh eu tinha o maior medo de casar e ter filho. <laughs> Isso era o meu meu pavor. Né eh Por isso que eu casei com trinta e seis. Morria de medo de casar né. Né e de ter filho mais ainda. Mas hoje eu sinto uma falta danada dos bebezinhos em casa. Se eu pudesse, eu teria mais uns cinco. Meus meninos ainda é bebe ainda, porque eu chego, eu vou lá no quarto ver se já estão, imagina, está tudo na rua. Não durmo enquanto não chegam né. Telefono, eu desligo o telefone. <laughs> Quer dizer, em casa eu sou mais preocupado do que a a mãe a mãe. Eu que pergunto, cadê o fulano?

Não, saiu com quem? Sabe para onde vai? Não, não sei. Puxa, por que não perguntou? Mas ele saiu com um amigo. Então, amigo, liga para mãe do amigo para saber onde que ele está. Então, é assim, eu sou muito preocupado com eles. Não só com eles. Eu tenho outros filhos que são os esses meninos que que estão comigo, desde da da São Remo até hoje, que eu cuido como se fossem meus filhos.

Que ele ele a A única eh atividade de de de manutenção da vida deles é o SEACA. Então eu faço tudo para eles é Aí tem ah alguns ciúmes do meu dos meus filhos com eles. <laughs> Também né. Mas eu cuido muito deles, assim, porque eu acho que projeto, nesse caso, a gente tem que cuidar, não adianta dar um um uma formação de um ano, largar, de de seis meses, largar, não tem que estar junto ali o tempo inteiro. Eu trago aqui, eu levo viaja comigo, oh os patrocínios que a gente ganha eh, eu muitas vezes eu abro mão do que eu tenho direito e e dou para eles, até vi um outro. Eu Eu que administro o dinheiro, olha, não vou dar tudo, todo mês eu vou dar um um pouquinho para vocês. Né Então tem esse cuidado também né, de não deixar órfão assim, de assistên não de uma assistência com uma assistência, mas de ter o seu salário do mês merecido.
Merecido A gente está falando de família e vendo toda a sua trajetória, você buscou suas origens dos seus bisavós, tataravós, conseguiu descobrir alguma informação?
Não. Não Você já tentou? Já tentei, mas, por exemplo, se se a gente for por exemplo Então, por exemplo, eu conheci a minha avó materna. Não conheci o meu avô. Não conheci a minha avó nem o meu avô paterno. O meu meu meu avô paterno, eu sei que ele é daquele daqueles que vêm da Bahia para Minas e deixa ah eh... Tem uma tem uma uma corrente de viúvas virgens. Virgem eh viúva virgem! Já viu falar nisso? <laughs> São os os nordestinos que vêm para o sul, deixam as esposas lá e nunca mais chegam aqui, casam aqui e nunca mais voltam para lá. Então, a a família do meu pai é dessas. Isso eu sei. Por isso que a gente não tem eles aqui. E meu pai nunca foi na Bahia para reencontrar a família dele. Porque tinha essa bronca, porque meu avô, meu bisavô veio e e e aconteceu isso aí. A família da minha mãe faleceu tudo jovem e. Ele eles não têm sobrenome.

Então o o pai dele, a mãe dele, não botou nada de. Colocou o o o sobré e o sobrenome do santo.

O que que acontece? Minha mãe foi muito nova para Minas e depois pediu a certidão de nascimento, só que foi uma outra certidão. Então, os outros filhos que nasceram, nasceram filhos de outra mulher. de uma outra pessoa, de uma outra pessoa com outro nome, com outra coisa totalmente diferente.

é uma é uma uma coisa muito doida, né?
Sua mãe, a gente falou um pouco dela, comen você comentou do trabalho do seu pai, né, nas fazendas.

A princípio ela era trabalhava na fazenda né, a princípio. Depois que a gente mudou para a para a cidade, meu pai continuou eh trabalhando com chácara, essas coisas, e minha mãe entrou na prefeitura para trabalhar com merendeira. Mas ela, quando estava na fazenda, ela ela é daquelas que que ficava lá na cozinha da patroa, de segunda a sábado, lavando, passando e e e cozinhando né. Muito trabalhadeira. maravilhosa assim também sabe uma muito inteligente assim, minha mãe era foi uma uma mulher assim que eh ela preparou nós todos para a para a vida então ah eu não tenho problema de fazer comida, de fazer um bolo, de fazer um doce, de fazer um café, de fazer um almoço de lavar roupa, passar roupa, porque minha mãe fazia todo filho homem fazer isso. Então você vai fazer almoço, você vai fazer um bolo de fubá para tomar café amanhã, você vai lavar sua roupa. Não tinha essa, dá, não vou lavar, não. Você vai lavar. Então, quando eu casei, a minha esposa estranhou muito porque. Até hoje, eu chego, ela chega, eu eu estou com uma comida lá que eu fiz maravilhosa, que até eu fico com inveja de mim mesmo, <laughs> sabe? Falo, sou eu que fiz, <laughs> estou com inveja de mim mesmo. Aí ela chega e fala, você está fazendo arte, né? Está fazendo arte culinária, <laughs> porque está cheirando lá na rua, sabe? Então cozinho, gosto de fazer comida, sabe? Fazer bolo, fazer E e isso eh hum foi muito bom, porque quando a gente vai para a Antártica, tem ah um rodízio de de de de de atividades, no no que são quarenta e cinco pessoas, e tem um cozinheiro que é militar, e e ele precisa de duas pessoas para estar ajudando ele, para as fazer comida para as quarenta e cinco pessoas. Então, ah quando cai a minha equipe, eu faço a comida, você tem que servir, você tem que botar a mesa, Você vai lá como garçom, você tem que levantar cinco horas da manhã, assar o pão, cortar frios, fazer suco. Você tem que passar por tudo isso. Aí você cai num outra ro num outro rodízio que é limpar banheiro, que é lavar lá fora, que é limpar aqui. Você cai num outro rodízio que é fa recicle reciclar, porque tudo que que a gente leva para lá a gente tem que trazer. Isso para mim não não é nada. Eu faço maior naturalidade. Isso foi a formação que a minha mãe me deu.
Você lembra de algum cheiro dessa infância, da cozinha dela?
Nossa, tinha uns tinha um um ritual lá que chamava... Ah, sábado é dia de Kitanda, fazer Kitanda, né? Kitanda kitanda é um dia que você faz todo tipo de de de bolo, de biscoito, tudo assado, né? Então, eh eh eh ficava o dia inteiro naquele forno de barro, assim, punha igual os que faz pizza aqui. Faz o fogo lá dentro, enche de brasa, depois tira a brasa e põe no cantinho e. E fazia pão de queijo, eh broa de fubá, rosca não sei do que. Fazia um monte de co coisa e tinha um balaio grande, assim, de bambu, e assando e colocando ali dentro aquela aquela coisa maravilhosa. Então, esse era um dia de festa para nós, dia da né.
E hoje, de tantas tantas histórias, tem alguma alguma trabalho que você exerceu, que você ainda não contou para a gente, nessa sua jornada desde a USP?
Então, o o trabalho que eu não especifiquei aqui, que é que eu acho que eu eu até falei, mas muito pouco, que eu sou de um de um terreiro de candomblé e nós fazemos todo um trabalho social aqui em São Paulo, que a gente trabalha com moradores de rua. Hum Então, a gente tem dá uma assistência a mais de trezentos moradores de rua que. Comida, roupa, a gente faz um um itinerário no inverno. Então, a gente pega todo o inverno e ah essa comunidade nossa, a gente faz tudo por nossa conta eh. Eh É de dar assistência para esse pessoal, né? que mora embaixo do dos viadutos, embaixo das pontes. Aí a gente já tem os lugares, os os os lugares certos onde estão essas pessoas. A gente começa aqui na igreja do do Lago de Pinheiros, aqui, que ali tem um grupo que fica ali, a gente para, quatro, cinco carros, com tudo arrumadinho, nós é que fazemos a comida, eh num marmitex, a gente procura levar quentinho, já faz e sai dali. põe no isopor direitinho, tudo a arrumadinho, e até o centro da cidade, o viaduto ali do da Maraugugel, que é meio cão ali, depois mais lá para dentro, então a gente já tem os pontos que a gente, nós fazemos, né? E E eh e eu acho interessante porque não é só chegar lá e e dar assim no vidro, não, a gente desce, conversa com todo mundo, pede permissão para poder Se quer, se <coughs> se pode, se eles aceitam, se tem um amigo que que não está lá, que se ele quer pegar para o amigo também né. Muitos vêm pedir emprego, se a gente pudesse arrumar um emprego ou uma, enfim. Então eh esse é um trabalho forte e social que a gente, nós fazemos também né. Que é muito importante. E que não é hum para lavar a alma, não é para dizer que a parte, minha parte, eu estou fazendo. Nada disso. É que a gente acha que que tem essa necessidade e, enquanto a pessoa está ali, é porque ela não tem opção mesmo. Então, de repente, a gente está ali, e ela está ali. O o Hoje amanhã, ela já tomou um destino, já acertou a vida dela em algum hum algum lugar, né? E eu estou falando isso porque eu já passei por muitas dificuldades também. Já pedi comida, já passei fome, já passei frio. Então, é isso. Eh
Na hora que a gente pergunta, a gente se acha
Não, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que eu tinha de falar, assim, mais importante, né? Algumas coisas nem tanto, mas eu estou satisfeito, agradeço vocês por terem por ter ter me ouvido, né? <laughs> E
Tem algum sonho ainda para realizar? Um projeto?
Ah, o meu sonho eh, meu projeto de vida é continuar fazendo eh esse trabalho e enquanto eu estiver podendo, enquanto eu estiver sendo útil, estar fazendo. Para todos os lados.
Né e a outra coisa é o exercício de sentar e contar toda a sua história e rever tudo isso. Como é que foi para você pensar tudo isso, passar por todos esses capítulos?
Novamente? Isso Eu Começar contar ou contar? Não, eu acho que falar da da da história de vida da gente, eu acho que tem que ser sempre prazeroso, sabe? Não pode ser eh aquela coisa de glamouriar, né? Ou só tragédia, ou também só festa. Quando, na altura do meus seis ponto ter essa consciência, porque eu tudo que a gente passou faz parte da da da caminhada mesmo né, e pegar isso como uma base de vida mesmo com né, precisa de passar, precisa disso né. Eu acho que... Eu tive muita sorte na minha vida né, por ter passado por por tudo, mas eu tive muita oportunidade na minha vida.

Acho que mais oportunidade e do que sacrifício assim. Dizer que ah que eu penei. Na minha época era assim. Não, eu não tenho eu não tenho esse negócio. Ah Na minha época era assim, agora não. Toda época é uma época, né? Cada um tem a sua época, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu ritmo de vida que tem que ser respeitado, o seu seu caráter, a sua personalidade, a sua exigência. Enfim, hum a minha... aliás, eh eu trabalho com os meninos e a coisa que eu não quero é... que eu acho que a gente está sempre pegando a... querer pegar a experiência do outro para a gente, né? A minha ex minha experiência de vida não serve. Eu faço questão que ela não sirva para ninguém né. Não necessariamente. Ela tem que servir para para os outros né. Né Foi muito boa para mim. Foi ótimo para mim. Agora, para outras pessoas, não. Talvez não né. Meu pai não teve essa estrada. Teve uma outra. Meus filhos terão uma outra estrada. Então, eh eu acho que ah cada um tem sua sua caminhada, né? Eh E hoje eu tenho essa caminhada, eh tenho muito a fazer ainda, né? Eu fui para Brasília agora, fui eleito lá o representante nacional dos mestres e griô da tradição oral. Eu não esperava isso, para mim foi uma surpresa muito grande, porque tinha mestres do Brasil inteiro. E chegaram alguma coisa, né? Eu devo ter algum potencial para isso, porque as pessoas me atribuíram isso, a isso. E eu fiquei feliz.
Mas se você falava da da do evento da teia, que você continuaria a retomar? Então eu eu eu fui
Eu não queria, a princípio eu não queria ir para a teia.

Não, você tem que ir, você tem que ir, vo você vai fazer parte do do do trabalho dos griôs. <coughs> E eu fui... E Na dinâmica da semana inteira, eu não sabia que eles estavam fazendo uma dinâmica para tirar um representante nacional. E eu participei de todas as dinâmicas. No final né, fizeram uma roda, fizemos uma roda, um circo lá, e e eu fui e aí me me escolheram como representante eh nacional dos mestres griôs da tradição oral. E E eu fiquei assim, contente, mas preocupado. Mas o que é que eu tenho que fazer? O que Qual foi o critério que que? Não O critério é o que a gente já está vendo eh, a sua sua sua caminhada. Então, pela sua caminhada, pela a tua tua atuação nesse nesse tempo todo, como como griô Levantou a mão, parece que estava combinado até, sei lá. <laughs> Eu falei, bom, então vamos trabalhar. Então a agora a gente está fazendo um documento eh eh para levar para o Presidente da República né. Né Estamos agendando com o Ministro da Cultura também. E estamos fazendo algumas alguns encaminhamentos, que é a gente ver se a gente consegue um uma bolsa né, uma vitalícia, não não é aposentadoria, para os para os mestres griôlos da tradição oral. Que esse que é que que seria o O que que seria isso? Ele não vai ganhar essa bolsa para não fazer nada. o saber dele tem que ser passado em uma escola, no centro comunitário, não não é oficina também, porque é uma uma confusão muito grande entre ser mestre e ser um contador de história. O mestre não é um conta não necessariamente um contador de história. Ele Ele faz um contato e através desse contato ele vai falar sem sem nenhuma formatação ao ao saber dele. Entendeu? Sem nenhuma formatação, do jeito dele, do tanto que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele tem que fazer isso. Como os os mestres eh são têm uma diversidade muito grande né, tem o quem trabalha com planta medicinais, vai né, no no caso aí, entre as parteiras, Entra o pessoal do cordel, entra os congadeiros, os rezadeiros, as rezadeiras, o circo de rua. Então, toda esse essa diversidade de cultura popular está vai ser contemplada nessa nessa nesse nessa quesito que a gente está montando. Como é que é o critério de avaliação? O critério é o tempo que a pessoa tem. Não vale um mestre de vinte e cinco anos, que tem, está cheio por aí, de capoeira principalmente. Não vale isso né. O cara tem que ter uma estrada, ele tem que ter um um ele tinha ele tem que estar trabalhando também. De repente o cara tem oitenta anos e fala, não, eu fiz isso quando eu tinha vinte, também não vale. Ele vai ter que mostrar um percurso de trabalho, vai ter que mostrar uma representatividade dele junto à comunidade. Ele tem que ter esse vínculo, senão não adianta. Senão todo mundo é mestre ou. O cara de de vinte e cinco e o cara de noventa anos que nunca fez nada. Então a gente vai analisar esse critério né. Né A gente vai montar um uma forma de de organizar isso. Ele tem ele tem que estar nativa né. E ter um um um uma idade também.

Não de quarenta e sete, quarenta e oito, vou explicar porquê, porque lá em Minas o importante não é o registro, e sim o batizado, por causa disso aumentaram um um um ano na minha idade né. E E atualmente eu trabalho com cultura popular brasileira numa escola pública, no Amorim, no desembargador Amorim Lima, aqui no Butantã, que é um trabalho para crianças de primeira a oitava série. Já estou lá há dez anos fazendo esse trabalho.
Muito obrigada eu que agradeço por dar essa entrevista para a gente.